Bom dia, senhoras.

Qual é o seu nome Completo, a data de nascimento e o local de nascimento do senhor? Sim, eh

Ah, lembro.

E sua mãe?

E seus avós? Ah

E o que que seus pais faziam no Japão? E os seus avós o senhor sabe, o senhor? Não, meu
Meu avô era Lavra, lavrador.
Uhum. E seu pai? Meu pai
Era eh um empreiteiro de, eh montagem de vapor. Fábrica de vapor, né
E sua mãe e sua avó?
Minha mãe sempre Não na parte de Para a família era assim, para trabalhar. Fazia compra, venda, compra, venda, para criar filhos no

E a sua avó também ela cuidava da casa ou ela trabalhava fora?
Minha avó, ela trabalhava só na casa, né? Ah, é?
E o que ela fazia?

Lavrador Lavrador rico.

E seus pais também. É. O senhor tem irmãos? Irmão E eles também nasceram no

Quantos são?

Homens e mulheres? É. E eles vieram para o. Todos quatro

E o senhor lembra da sua infância, o senhor passou a sua infância em Tóquio? É

Que era a rua que o senhor morava, do que o senhor brincava quando pequeno? Agora, mas Tóquio, nasci em Tóquio, mas fiquei
Só três para três anos e pouco de idade

Então não lembra muito, muito a Tóquio. Eu lembro, mas foi criado
Certo, nessa cidade.

Quatorze anos. E o senhor lembra

lembra Estudava. Rua eh, comparando, comparando com o Brasil, mais este, eh mais estreito né, só que mais limpo né. Respeito, mas. Lá no Japão, lá é só que, como o Japão, eh eu falo para todo mundo assim, como a Inglaterra, seja a França, como no Portugal, como na Espanha, não tem esperança na sua vida como o Brasil. Sabem por quê? Por exemplo, se Brasil se ganhar na Mega Sena, pode sonhar, eu vou comprar quinhentos apartamento, e aluga tudo. Eu vou, eu vou comprar uma fazenda, fazenda de cinquenta mil, eu quero Esse sonho não pode pensar no outro estrangeiro. O Brasil pode sonhar.

Porque o Brasil é um grande país. Tem muitas pessoas que não têm casa também. Pode pensar até para alugar Casa também Não pode sonhar essas

Meu pai, minha Mãe, aí emigrou aqui no Brasil.

meu coração no, coração no Brasil. Amor para o Brasil. E já, e já teve gran grandes sonhos assim no Brasil. Aí eu vou fazer algumas coisas. Pensei, trabalhei, trabalhei, trabalhei em cima da linha.

E brincava na na na rua?
Brincava na rua também, mas mas sempre com respeito, né. Sempre quando. Ah eh vai na escola também, todo dia. Na hora de, começo da aula, eh todo mundo levanta, quarenta e seis O professor. O que quer dizer Bom dia, professor. Por essa aula também, muito obrigado. Abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Sabem por que que significa?
O quê?
Não é que abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça assim, está dizendo que. Por língua japonesa, abaixa a cabeça, está dizendo que Uma significação assim. Eu te rebaixo.
Significa? Eu
Te rebaixo.
E o que quer dizer?
Rebaixo porque, como na frente o professor, eu te rebaixo. Eu te rebaixo. Isso aqui significa Respeito é Uhum. Por isso que o Brasil também já aprende, muitos cantores também, na televisão também está cantando,

Depois eu canto a música, tem muito Até Paulo Amorim

Eh, e do que o senhor brincava lá em quando pequeno, o senhor lembra as brincadeiras com seus amigos? Ah, lembro
Sempre. Estudo japonês depois de oito hora. Até quatro e meia da tarde, né? Estudo o dia intei, dia inteiro, né? Depois do estudo Depois de cinco e meia até seis e meia, eu ia na aula de escola de soroban. Soroban né. O que é. Soroban é aquela que, aquele que tem bolinha de

Bolinha de pau então
É soroban, né. Soroban é o ábaco. É, é. E o senhor usava o soroban. Eh. E, e na escola. Eh. E também lia muitos livros, histórias

Até hoje também, gosto mais Outro também, televisão também Não gosto nada de novela. Eu gosto sempre só, só verdade. Então, depois de seis horas, depois de seis hora eu já minha mulher Depois até dez e meia da noite, só
E quando pequeno, o senhor via televisão lá no Japão? Não, via
eu vi o duas vezes a televisão no já começou a entrar aquele tempo
E o que o senhor assistia, o senhor lembra, com quatorze anos? Eu lembro assim, mas
eu via que era mais cine cinema
Né, cinema. Ah, vocês iam muito no. É, é

Porque outro também, por isso, por isso eu vi naquele cinema também, cinema de guerra também, como kamikaze. Eu vi o kamikaze, eu vi aquele cinema. Kamikaze o que que significa? Mesma coisa, mas como policial, como bombeiro, como médico brasileiro. Tem parte que entrega sua vida para salvar um brasileiro.

Ah, foi na câmara, fiquei bravo mesmo. Depois, vi aquela televisão, acho que há oito horas, acho que nove horas mais ou menos, eu vi, Puxa, que parabéns Então eu fiz aquele passarinho grande, bem bem grande, assim. Deus te acompanhe sempre. Eh Parabéns, Bombeiro do Brasil, um, nove, três escrevi Deve estar até hoje com aquele Sargento Fernandes. Eu já peguei, já hoje, de manhã, aquele dia, depois que viu aquela, Outro dia, logo de manhã, peguei o táxi já entregamos o modelo

Aí depois, disse que não tinha um prefeito, não tinha um vereador, não tinha um presidente deu parabéns para

Como era, que a gente não conhece bem como. Ah, como o Japão, né? As brincadeiras de lá devem ser diferentes.

Sabem por quê?

Brincadeira de Japão mesmo, assim também. Como nós era criança, não sabia o que que era futebol. Mas só que mais, mais é brinca, assim, com criança. A gente brincava de espada também, brincava de samurai também. Mas só que brincava de samurai também. Samurai pegava aquela pau assim, só que nunca fazia, Samurai mesmo, ninguém foi pelas costas.

Cento e vinte e sete.

Agora, como esse, eu já vi um científico de Japão falando assim no letra também, nunca vai pelas costas. Nunca se fala pelas costa. Porque não é por bobagem, besteira. Eu falo que é verdade. Desculpa, parece que é besteira no meio assim também. Porque Deus não mostra tudo. Estudei, científico. Quando está com, bateu a palma. (bate palmas) Barriga, barriga. Não é por besteira. Por isso que quando um que chama, nós também. O único ser humano que nem a gente, quando nós sexo também, só barriga, barriga, (bate em algo) só homem, mas, mulher. Quando fala pelas costa, fala fala pelas costa, faz pelas costa, que só bicho, espírito animal. E eu vi, sabe por quê? Cachorro, cadela fica,

Porque barriga é mais importante.

Porque tem tudo, até a mão, até a mão, até o dedo, até corpo, até Quer ficar bonito?

Quer ficar bonito? Sim, mostra sua barriga. Porque não tem uma pessoa que, quando está prova, mostra sua barriga. Ninguém fala, prova, mostra dedo, costa. Prova, mostra dedo. Uma criança de um ano, quando dá tchau para a mamãe, tchau, tchau. Não tem uma criança que mostra tchau, costa, mostra. Até goleiro faz gol, não tem um goleiro que mostra mostra barriga, costa para Deus. Agora, como o povo também já viu, aqui no Brasil também, já viu aquela, completamente errado que na televisão mesmo, venha para cá, e você
Nessa época da sua infância, na sua adolescência, como é que vocês se vestiam? Roupa

Só que estudante japonês é outro
Como é?
Roupa com cinco botões, assim.
E na escola
Agora, menina é outro jeito, né? Menina, menina é outra. É
Uma uniforme. É, tem o uniforme. E quando vocês saíam para se divertir, quando era adolescentes, o que tipo de coisa vocês saíam? Com seus
Nós era criança mesmo, então a maior parte, assim, brincar e, estudar e brincar, assim com sempre pegar, pegar algumas coisas assim, quando era criança, né? Depois, tendo sonho mais de aquela pessoa de rico mesmo assim, pessoa rica, aí repartia também a mesma coisa. Brincava de samurai, coisa, rouba-rouba, mata-mata, <laughs> brincando assim Mas só que ninguém ia pelas costas Nós eh, aprendemos assim no criança. É comida

Comida é maior parte. Você não come muita gordura. Próprio, por isso que faz assim, que está na A própria gordura anima, gordura animais envelhece a pessoa. Hum. Me desculpe, tenho sessenta e seis anos e não tenho pé de galinha, hã Não é. <laughs> Não é verdade, né? E se não tiver E eu se não tivesse esse acidente de carro, era mais novo ainda.
Porque a comida, essa alimentação é mais saudável. Alimentação

Falou, comida também. Por essa comida também havia um cientista. Sabem por quê? Tirou uma cientista que estava, pesquisa, para o mundo todo. Tem mais violência mesmo assim nordestino, mas é eh, índico assim mesmo. Indonésia assim tem mais violência assim por trás, né. Então veio por comida também, fica sabendo. Sabe por quê?

Estava escrito assim no Estava escrito.

Próprio pessoa mais atrasada não come muita verdura, só come carne, mandioca, milho, arroz, um pouquinho assim. Pensa que é gordura, pensa que é carne, pensa que só isso aí que é comida. Então, depois. Tem pessoas que a ve, a verdura é fraca, o fruto é fraco. Você fala para mim? Pensa direito para falar, Se for verdura fraco mesmo assim, então burro que só come capim. Por que que estão forte daquele jeito? <laughs>

Então já falo. Então esse cientista está escrito. Não está vendo aí? Só come carne, carne, carne, carne, carne que é forte. Gordura, animais.

Mata a vaca mesmo, aquela, aquela raiva de vaca. Vai tudo na carne. Tu vai comendo a carne. Por isso que, não está vendo? Leão, tigre, onça, só come carne. Só vai por trás para

Não sabia nem o que que era namoro.
E as meninas não brincavam junto com os meninos? É brincava também.

E e vocês brincavam de kamikaze. É. Mas tinha algum esporte que vocês
Mais é beisebol

Vocês brincavam na rua. É. Chegavam na
E pingue-pongue também.
Também? É E na escola?
Escola tam
Também? É

Não, a escola de Japão, tem uma Quase um hectare né, de campo. Qualquer escola tem um campo de um, mais de um eh, um hectare um campo.

Cem por cento, cinquenta, tem lugar que tem dois hectare, né? Metro quadrado. Não dois e vinte Mil metro quadrado. E como Toda esco, toda têm campo. Até hoje, assim. É, tem Depois, na hora do esporte, né? E a (som de deglutição) sempre tem a bê cê. dê. Depois de, quando era até grupo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano, né? Grupo Grupo e sexto ano. Estudo e oito, oito, até quatro e meia. Único meio-dia de estudo, só sábado. Pai e mãe não manda nada. Se fosse rico, de rico também. Não tem nada Se fosse se por causa de rico, se ficar passear três dias com o filho mesmo, sem ordem de escola, sem or, sem ordem direta, assim, mata mata, mata três dias de escola Pai e mãe está na cadeia. <laughs> Mesmo criança ou jovem? É Tem que obrigação o estudo. Só que estudo não gosta nada. Não gosta nada. O que só ga, gasta mesmo é só lápis e borracha.

E caderno O material. Material Agora, livro mesmo é, é próprio imperador dá tudo.
Dava naquela época também já era assim. Até agora também
Agora dá Até agora também. Até almoço também dá tudo.

Não tem pobre, não tem rico. Todos comem igualzinho aquela comida. O que mandado por restaurante né, por conta do imperador. Uniforme comprado
Era comprado, mas agora não sei. Material e uniforme. Ah
Almoço é tudo comprado, não é comprado, né? Almoço é tudo mandado por. Depois, eh sexto, grupo e sexto ano, mais um, dois, terceiro ano ginásio. Mesmo estudo, oito hora por dia. Se não tiver, mínimo, nove anos de estudo, ninguém pode trabalhar. Ninguém pode tirar o carteira de trabalho. Mínimo, mínimo é nove anos de estudo. Depois, nove ano. Depois, um, dois, terceiro ano de científico. Depois, mais quatro anos de faculdade. Mínimo, mínimo, tem que ter faculdade para trabalhar na Polícia Federal. Se não, político, trabalha lá, tem que estudar mais. Depois da faculdade, tem que estu, estudar mais três ano de Ano de estudo. Como, como, como

E quando a família do senhor decidiu vir para o Brasil o senhor tinha quantos anos? Quatorze ano
Sabem por quê? Porque naquele tempo lá êh, Japão era pobre, pobre ainda. Também não tinha comida para todo, comer. E como contei para a senhora também, por causa de uma banana, estudei quantas vezes até meia-noite. Mamãe, eu quero banana. Bom, eu dou prazo de uma semana, tá? Pode ser qualquer estudo. Mamãe, traz o primeiro lugar de classe Tem vez que mamãe não tira só o segundo Mamãe comprou uma banana. Só comi três banana. Vim aqui no Brasil, foi na casa de meu primo, né? E eu vi duas, três dúzias de banana bem madura Mais espanto que era ver. Pelo amor de Deus, né Espanto. Não sabia nem o que que era goiaba. Não sabia nem o que que era mamão. Depois mandei. Não sabia nem abacate. Também não sabia. Está certo. Japão também tem alguma fruta. Fruta, é como mamão.

Como maçã.

Como caqui. Tem bastante. Mas não é como o Brasil.

E depois o Brasil tem Não tem terremoto. Não tem a, não tem terremoto. Não tem neve. Não tem

Tem fruta para ano inteiro. Aqui no Brasil.

Então, tem pessoa que reclama o Brasil por causa disso, tem pessoa que reclama o Brasil.

Já chamei até, começo desse ano mesmo hein, um casal de japonês que estava reclamando lá no na Praça

Mas aonde que você está hein Achando que Brasil é ruim? Por que que isso não, você não vai embora Não fica enchendo Eu mostrei para <laughs> Meu tipo é muito correto, eu não sei. Muito correto.
Trabalho, que que os seus pais eh, começaram a trabalhar aqui. Sim, enxada, café. Café, aqui em São Paulo.

Araçatuba. É.

Os dois trabalhavam na lavoura do café? É. Eu

Cobre, então Meu corpo formou muito rápido, né? Quinze anos eu formei esse corpo, né? Então, eu não gostava de perder nada desde criança, né? Então, minha mãe não gostava de a, perder de ninguém desde criança. Então, tinha quatorze anos né. Meu pai, minha mãe, meu irmão puxava a enxada, né. Eu atrasava sempre, dez, quinze, vinte metro atrasava, né Depois de almoça lá, lá no meio de café, almoça, descansar

Descansava cinco minutos e alcançava o Então, contando o meu trabalho, meu pai, como meu irmão mais velho, minha mãe também, do do jeito que eu trabalhei, ficou com dó Então, não pôs eu na escola. Então, meu pai comprou dicionário para mim. Então, estudei sozinho em casa com dicionário. Para ler, ler e escrever Ler e escrever. Mas Então, vai ler e escrever faço tudo, mas alguma letra sempre erra.

Em português.
É. Sozinho. É. E os pais do senhor aprenderam o português? Não, minha, meu pai e minha mãe
Meu irmão mesmo aprendeu bem, né Mas minha mãe mesmo.

Minha mãe mesmo não falava nada.

Só japonês. E o senhor ainda sabe falar em japonês? Japonês falo completo

Eu gosto mesmo. Eh, e quando vem japonês imigrante

Imigrante e assim né

Fazendeiro de Brasil. Já manda para o Japonês uma pessoa assim, assim, assim, uma casal assim assim. Já chega aqui, já é aqui no Brasil, já foi na Araçatuba, já tem casa para morar, já tem carro.

E os seus irmãos, o senhor falou que tinha o mais velho, o senhor. Não, não, tinha outro mais velho, depois

Todos homens? É
Não, meu irmão mais novo estudou
Aqui no Bra É. E o se, e depois o senhor que trabalhou lá em Araçatuba, vocês ficaram morando em Araçatuba muito tempo ainda? Morei até depois
Quatro, quatro ano, obrigação de trabalhar naquela cafezal, né Trabalhei quatro ano no cafezal. Depois, ganhei um pouquinho. Plantei. Me meu pai, minha mãe, meu irmão. plantou algodão. Usou muito veneno, né? Mas estragou até a minha saúde.

Teve tratamento mesmo.

Melhorou? E depois o senhor mudou de de planta
Depois eu plantei, depois. Depois mudou para ehh, plantei mais um Um ano e pouco de, dois ano, de mais ou menos, da alface. Depois, ganhei, falei, pronto, ganhou, ganhou Fiquei tão contente. Depois, a alface estava muito cara mesmo, né? Chegou, né? Eu falei Falei para a minha ir, minha, meu irmão mais, dois dois irmãos velho já tinha saído. Eu, minha, eu, minha mãe, eu com meu irmão mais novo. Agora eu compro o caminhão para você, tá?

Aí, aí amanhã mesmo, então, acorda, quatro hora da madrugada, é para cortar alface. É para dormir agora. Pensar que não? Está com maior alegria, né? Pensou que não? Vê, vê, aquela tempestade de chuva Rebentou um a, rebentou um açude de, açude, é um ah lago. De, acho que quase dois de água lá. Levou tudo. Eu chorei aquele
Acabou a plantação.
Acabou planta, isso Chorei no meio de lavoura, né Depois e eu pensei no meu sonho. Eu pensei. Falei Eu pensei

Estava ganhando, já ganhou, já só falta. Deus manda assim, né pensei, pronto. Falta planta, falta planta. Aí eu eu pensei, estudei, pensei, plantar o quê? Planta, planta, planta bem para os outro, fazer bem para os outro. Então, aí meu tio mesmo plantava rosa, batata, palma, E arroz também plantava né Sempre tinha eh vinte, vinte e cinco, trinta empregados Eu tomei conta lá e cinco anos. Desde ano sessenta e cinco até Setenta. Então, eu trabalhei mesmo. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Ganhando o sa, pouco salário mesmo hein. Depois, aí, meu tio mesmo assim, trabalhei tão bem. A esposa, graças já ganhou. Então Morava aqui? É, morava Morava Não é tio, não é tio de sangue, né?

É, é. Ele mesmo. Trabalhou bem mesmo. Então, vai passear no Japão lá. Então, ele mesmo comprou passagem de para mim. Para eu ir passear no Japão
Setenta. E quando o senhor conheceu a sua esposa?
Depois de floricultura.
O senhor trabalhou com as, com as flores, né? É. Ele cultivou flores, as rosas. Depois
Ela, e depois, ela trabalhava no restaurante
Sim, mas já es, o senhor já tinha a floricultura. Sim. E como o senhor abriu a floricultura?

Conhecer a sua esposa? É. Lá para setenta e três Almoçar no restaurante Depois conheci, bati papo lá um pouquinho, né?

De Araçatuba, que plantava flores. Foi no Jacaré. Jacareí, o senhor foi para Jacareí para plantar as flores.

Floricultura aqui. Minha, minha floricultura, esse meu tio

Fiz trabalhou tanto mesmo, tanto para ele mesmo, assim. Trabalhava desde seis horas de manhã até, até oito horas da noite, trabalhava, né? Então, meu tio mesmo gostou tanto assim, falei, pronto. Ele mesmo abriu a floricultura lá e trabalhei. Trabalho lá e eh, setenta até setenta e quatro por conta dele, né, trabalhei. Falei, então você vai Vai, junto com o casamento, vai. Muda tudo Ele mesmo mudou tudo para o meu nome de presente. Esse ponto aqui, o ponto eu perdi mesmo Por atraso de contrato. Quase que ia fazer De de vergonha. E depois o senhor teve que que fechar a floricultura. É. Por causa do acidente. É, não é por causa do acidente, porque a gente perdeu o ponto. Ah, porque perdeu o ponto. Sabe por quê? Hum. Noventa e um, noventa e um foi o primeiro ponto comercial

Daquele jeito

Muitas vezes no Estadão. ia fazer até jardim japonês, mas perdi o ponto. Por que perdi o ponto? Porque noventa e um estava terminan, terminan, terminando o contrato. Esqueci, fui passear para Paraguai, ar Uruguai, Argentina, por conta, deixando conta de empregado, não

Quando cheguei aqui, che, chegou chegou o cartão de despejo, ontem. Era era contrato. Aí gastei mais dois anos de Dois anos de advogado, gastei, gastei, gastei. Aonde que já viu no mundo mesmo, lei. Fundador de comércio no, trabalhei vinte e três anos, perdeu aquele ponto, ganha nenhum tostão de, nenhum tostão de indenização, nenhum tostão de ponto, foi despejado.

Falei, deixa.
O senhor casou? É
Eu comprei, depois tinha comprado apartamento, casa, né? Depois, indenização. Depois, depois de noventa e três, noventa e quatro, aposentei. Não, não, dois mil e três, dois mil e três aposentei. Então, já entra, de casa e aposentadoria. Então, trabalha, não precisa trabalhar mesmo, e já dá para viver assim, Só que, depois acidente, rasguei carta, carro mesmo, não quero nem de graça né. Até hoje, tenho uma desse tamanho na barriga. Ninguém parece.
E o senhor quer contar como foi o acidente? É, contar da acidente
Porque fiz quatro operações bem grande, né?

Última operação, porque no Foi passear até no Japão noventa e sete. Noventa E nove, nove estava viajando para cá com um carro, Campinas, Jundiaí. Com esse deu um nó no intestino. Aí precisa abrir de novo, precisa abrir de novo. Dois mil, dois mil, noventa e nove, dois mil, noventa

Depois dois mil e três abriu, né? Quarta operação. Quando chegou dois mil e três, estava, estava vazando um pouquinho de água, né? Vazando, vazando. Vazando do intestino.

Convênio, amigo.

Pode morrer, me te entrego a minha vida. Pode morrer, não tem Mas oitenta por cento, não tem importância. Oitenta por cento Era perigoso mesmo, o médico falou. Não tem importância. Não é à toa que filho de kamikaze, tem sangue de

Eu entreguei minha vida, Mas não melhorou. Mas, por mim, sempre falo por isso mesmo, assim.

Para mim, é o meu segundo Deus desse mundo que sempre Porque na hora que acontece noventa e, voltar para noventa e três, primeiro acidente. Aconteceu, foi sangrando, foi sangrando. Se tivesse demorado mais vinte, vinte e cinco a trinta segundos, mais ou menos tinha Sangrando tinha morrido tudo

Graças a Deus, muito obrigado. Por esse, por esse amor, eu sempre. Então, eu, assim, assim, por pagamento minha dívida, para amor.
E o senhor contou para nós, antes da entrevista, que o senhor fez e é faixa preta. É.

Aqui no Brasil. Aqui no Brasil?

Eu treino um pouquinho
Em Araçatuba. Os seus irmãos também não? Não. O senhor que quis fazer karatê

Karatê também, mas nunca briguei assim né Essas coisa né. Brigava assim eu Quatro ano, quatro ano passado também, Eu não, não, uma criança de adolescente de doze, treze ano, o homem estava querendo bater. Eu mandei parar, mas bater, bate na minha cara aqui. armei mesmo assim, bate na minha cara. O cara correu foi embora. Eu gosto de comprar briga, fazer briga. Gostava de comprar briga quando a Comprar, comprar briga assim não Pessoa, pessoa fraco assim, não deixa bater E reparte a briga. Certo. E hoje o
Senhor mora aqui em São Paulo com a sua esposa? É. Só, só Esposa. É. E ela trabalha, não? Não
Ela, ela está com sessenta e quatro ano agora.
O senhor contou, o senhor mostrou uma foto que vocês foram para o Japão. É. E o senhor lembra como foi essa viagem?

Que que foi mais assim interessante na viagem para o senhor?
Foi mostrei país do Japão para ela também, né? Ela não conhecia. Uhum.

ela também falou para mim, três hora e pouco com o trem a bala, também nunca chegou, nunca chegava no fim. Falei, o que? Pensei que era ilha de Japão. Pensei que era ilha. Não, não é assim. Não, você, você, você, você mesmo falei para ela né. Não é assim. Comparando com o nasceu Brasil mesmo, nasceu em Sorocaba né. Você não, você não conhece nem metade, nem um, nem um décimo do estado de São Paulo. Não conhece, não é verdade? Então, o estado de São Paulo só tem

Japão tem trezentos e setenta e sete, trezentos e setenta e sete mil setecentos e oito mil quilômetros quadrados, né. Mas Brasil, Brasil é muito grande, porque, comparando com o Brasil, né, o Brasil tem, total, quanto? Quinhentos e onze mil? Novecentos cinquenta e seis

Quinhentos e onze mil, novecentos e cinquenta e seis mil Então, porque terra que o aproveita, o máximo que tem, acho que, um terço de Brasil, um terço de, um terço de estado de São Paulo, mais ou menos. O resto é tudo uma serra né. O Brasil não, São Paulo não. São Tem ponta a ponta, pode usar, mas por que que tem tantos desemprego? Eu penso essas coisa. Porque povo aqui mal administrado. Só amor, amor, amor só. Por por isso que político engorda. E mais importante sempre O mais importante amor para o Brasil.
E o senhor mostrou umas fotos que o senhor co eh enfeita as árvores aqui em São Paulo. É. Em Sumaré, e com flores de fitas

Por que o senhor decidiu começar, quando começou, teve essa ideia de enfeitar as as árvores na rua?
Sabe por quê? Enfetei, enfeitei, embelezou bem assim também, salvou para mim.

Ah, foi bem no depósito, né? Ah, tem bastante fita lá da floricultura lá Tá bom. Tá bom. Eu pensei, pensei, que tanta, tanta tanta pessoa nervosa, tanta pessoa que só anda brigando deixando a coisa mais bonita assim, olhando coisa bonita, sempre calma a pessoa. Calmando sem menos briga. Então, eu pensei por essa parte. Olhando coisa bonita, sempre calma, mas calmando se é menos briga, por causa disso mesmo. Por meu respeito, meu amor para o brasileiro. Então, depois, outro também, embelezando o próprio bairro. Não trabalha para. Então, o próprio está trabalhando para mim também, porque o pessoal de bairro. Volta do bairro lá, valoriza mais, valoriza mais. Meu apartamento também valoriza mais também. Trabalho bem para o povo, garante meu lucro também. E todo. Só um minutinho Depois, outro assunto. Quando teve no Japão, noventa e sete mesmo, teve o último, né? É meu amigo de lá do ja Japão, né? Pensa que já o Brasil não tem nada, né?

Eu falei, manda estudar, manda estudar mais um pouquinho, tá? Por que você mora primeiro país? Tem que estudar mais um pouquinho. Eu falei Coisa que vocês têm, eu tenho tudo Brasil também. E depois, peraí, chamei, chamei amigos para tomar café.

Tomei café. Levei quatro amigo, três amigo, eu com quatro.

É café gostoso, gostoso.

Olha, coisa que tem aqui no Japão, no Brasil tem tudo, tá? Coisa que, o único que tem no, o único que tem no Brasil, coisa que no Brasil e no Japão não tem. Minha amiga ficou dando risada. Então, dá risada porque você não sabe, falei. Tomando café, né?

Aí, você vê. Que nem café que tomam aqui, aqui. Para nós é um chafé, tá legal? Vão no, vão no São Paulo lá, toma café cremoso, aquele chama gosto de café. Não sei, cria vergonha na cara falei para ele. <laughs> Meu amigo de Japão de estudo, eh adolescente lá do Japão

<laughs> Não sabe o que que é Brasil e fica dando risada. Ele nunca veio para. Não, não. E voltando às suas flores que o senhor enfeita as árvores
Todo ano o senhor enfeita? Que época o senhor enfeita?

Agora, esse ano mesmo eu vou enfeitar. Respeita o imigrantes japonês, mesmo centésimo ano Porque o Brasil mesmo, até até, o Brasil mesmo, eh desculpa de contar o papo, também, falando de japonês, mas eh, o Brasil é tão respeitado mesmo. É uma maravilha do Brasil, onde que nem. Então, a gente faz por agradecendo Brasil. Parabéns para o nosso Brasil, que a gente faz aqui. Eu quero enfeitar esse ano da minha praça.
E quando o senhor faz, alguém pergunta para o senhor o que o senhor está fazendo? Quando o senhor está lá na rua, alguém para para perguntar ao senhor? Depois. Eh, eu já

Vários motivo de praça eh, em beira da praça também. Depois, outro pessoa já Acho que era dois mil, ou dois mil e um Tinha pessoa que rasgava muita fita. Então, já já mostrei.

Não se amostre próprio seu atraso para Deus. Quem anda, quem anda rasgando fita bonita, quem ficar, quem anda rasgando, próprio atraso para Deus. Então, tem que É verdade. Outro também. Começo desse ano Acho que começo desse ano também escrevi lá no ponto de ônibus com uma letra bem grande com papel cartolina. Aviso. Não jogue lixo no, não Não jogue lixo na praça. Não Não envergonha seus semelhantes. Deus de natureza e te agradece. A pessoa rasga E depois a pichação também. Não faz esse pichação. Respeita o Brasil e deixa marcar também com a pessoa rasgar né Então, esse educação tem que dar mais para mais no Brasil mesmo. Não grandão, pensa só para o bolso dele, para amor. Tem que ter amor para brasileiro. Para ensinar amor. Garanto que quem comanda o Brasil é o mundo. Quem mo, quem comanda mundo é Brasil. Do jeito que Brasil é rico. Não vê agora também? O terceiro porto mais grande de petróleo que descobriu agora.

Descobriu agora

Um atrás do outro. Eh, nós estamos finalizando sua entrevista, só queria saber, o senhor quer contar mais alguma coisa especial? Sua vida ou qualquer coisa que o senhor tenha vontade de contar? Sua esposa
Especial

Assim, porque como nem que seja polícia, nem que seja bombeiro, nem que seja para médico também. Onde que já viu uma tenente ne, tenente que tenente ganha um salário assim de uma, salário de um porteiro mesmo? Um bombeiro. Por mim, significando, como tenente, como bombeiro, como médico, para mim é um kamikaze. Kamikaze. Tem vez que se entrega a sua vida para salvar um brasileiro. Por que mais grandão não pode ter mais respeito para o próprio brasileiro?
E que lição o senhor tirou de vida, vindo do Japão, crescendo aqui, continuando sua vida aqui no Brasil? O que que para o senhor foi mais importante
Bom, por mim, mais importante mesmo assim, ah Brasil mesmo, porque o Brasil tem um grande sonho na sua vida. Pode jogar até na Mega Sena também, é o mesmo sonho. Sonho também. Pode comprar uma fazenda, fazenda de cinquenta, cem mil aquele que tem mesmo, que nem o Japão não tem esse sonho. Na Europa nenhum não tem esse sonho. Nem no Estados não tem esse sonho. O Brasil tem. O Brasil pode comprar. Quantas, quantas pessoa que têm até quinhentos apartamento? Está tudo alugado. Lá no Japão mesmo, se compra dez apartamento, se aluga Todo mundo goza na sua cara mesmo né. Porque que Por que que marca Quem que não tem casa para morar? Rasga esse papel.

Agora, indústria é grande, tem kitnet, né? Casas assim para morar, alugar assim, não tem tanto assim. Não tem pessoa que tem cem, duzentas casa. O máximo que tem acho que quatro, cinco casa
No final dessa entrevista. Como o senhor Sentiu contando a sua história de vida aqui para nós, dividindo a sua história de vida? por quê?

O mais importante, assim, sou japonês, vejo Japão. Próprio brasileiro que o brasileiro me chama assim. Para mim, chama brasileiro para mim por uma parte assim, maior respeito mesmo, respeito bonito. É por isso que, assim, pode ser quem que for, Se fazer pouco caso com para brasileiro, pouco caso para pessoa, eu não atendo ninguém. Eu mostro o meu papel.

Eu mostrei.

de corregedoria Polícia Civil. Mostrei para o delegado, mostrei o papel. Convite, que era Paulo Maluf, né? Dia primeiro de janeiro de noventa e sete, transferência de Maluf para a né O único particular que foi convidado eu né. Mostrei aquele convite, agradecimento do Maluf mas, mostrei para ele né.

Corregedor me atende direto Onde é que tem no mundo mesmo assim que uma pessoa, grande pessoa daquela apresenta Um japonês que fala tudo enrolado Não tem, que não tem discriminação? Mas parabéns para esse parte de Brasil.

Aonde é que tem no mundo?

Vai no Estado Unido, vai no Japão, vai na China, vai Você é estrangeiro, não tenho nada com você pessoal de primeiro país, para mim é trouxa mesmo. E eu falo, eu falo que é certo é certo, é errado é errado. <laughs> Parabéns para esse Brasil mesmo. <laughs> Obrigada. Eh Povos brasileiro também. Eh Tudo trata igual mesmo.
O senhor gostou de vir dar entrevista aqui no Museu da Pessoa? Gostei muito mesmo, né. É?

Museu de Pessoa também daqui, por tratamento de

Muito obrigado para o Brasil também. Eu amo, ah eu amo o Brasil. Até enquanto meus olho está preto, sempre amo o Brasil e respeito.